Qual que é o seu nome completo?

O local e a data do seu nascimento?
Eu nasci
umas coisinhas técnicas, né? A gente vai levando. Vamos começar com o seu nome, o local e a data do seu nascimento.

O nome dos seus pais, dos seus avós? Meu pai
Meus pais já são falecidos.

Já também todos falecidos.

Conta para a gente.

Um palhaço de circo, segundo outros. Era nascido na, o norte da Itália, na região de Arona, que é quase divisa com a Áustria. Daí os meus olhos claros. E eram de Ele tinha um desafeto circense, que era um concorrente dele, de nome Pasquino. E eles se desafiavam, moravam em cidades diferentes, e após a morte deles, esses desafios cômicos, humorísticos, continuaram.

Essa é a origem do nome.

E qual que era a atividade profissional dos seus pais?
O meu pai era bancário. Eu acho que da primeira leva dos bancários no Brasil. E minha mãe era funcionária da Companhia Telefônica de São Paulo. Pois não. Pode continuar. O meu pai entrou em banco em Permaneceu numa mesma instituição durante quarenta e quatro anos, mas trabalhou cinquenta e dois anos da vida dele. Minha mãe só quando solteira, depois casou-se, ficou só em casa.
E os seus avós?
Os meus avós, por parte de pai, o meu avô veio para o Brasil em mil oitocentos e Para um processo migratório, tinha que se fazer algumas concessões. E a profissão dele, só podia vir quem tinha uma profissão, melhor dizendo. E a profissão dele era frentista. O que é o frentista? Pelo menos naquela época, o frentista era aquele cidadão que fazia aqueles desenhos na fachada das casas, que ainda a gente vê em alguns locais. Esta era a profissão do meu avô. Da minha avó, eu acho que ela só né, eh por parte de de minha mãe. O meu avô era barbeiro. Tinha salão na Rua Vitória e até hoje eu mantenho comigo a autorização da prefeitura que autorizava ele ter um salão de barbeiro na Rua Vitória. Hoje é uma rua totalmente deteriorada, bairro de São Paulo. Hoje é a região da Cracolândia. Mas naquela época, naturalmente, não deveria ser assim né. Mas essa era a profissão dele. E minha avó era
E o senhor tem irmãos?
Eu tenho três irmãs. Tenho três irmãs, todas casadas, moram em São Paulo.
Bom, vamos fazer um um exercício aqui, lembrar um pouco da sua infância. Fala para mim como é que era a rua, o bairro onde o senhor morava.

Era um bairro digamos assim, era um bairro operário. Era um bairro operário. Âh, era Foi uma infância boa, foi uma infância boa, porque São Paulo permitia isso. Você tinha as várzeas próximo dali, você, como todo garoto, não tinha fronteira, então andava por aquela região toda. Hoje, aonde é aquele bairro no Tatuapé, que é famoso aí, que chamam Morumbi do Tatuapé, Lá era várzea, tinha córrego, a gente ia pescar, tudo garoto ainda né, muito moleque, muito garoto. Meus primeiros eh

Era uma escola de freiras, não existe mais. Posteriormente, como eu era um muito bom aluno, o meu pai resolveu me confinar. Então eu fui estudar num colégio que infelizmente não existe mais, mas foi uma das referências do estudo em São Paulo.

E eu ficava semi-interno. O ônibus passava de manhã por volta de sete horas da manhã em casa e me devolvia por volta das sete também. Então, lá eu estudei o meu primário.

O colégio também não existe mais, muito embora a Igreja do Carmo ainda tenha Era uma escola de irmãos maristas da mesma âh irmandade que é o Colégio Arquidiocesano hoje, os maristas. Essa escola foi também, foi derrubada e hoje é o Poupatempo. Isso e fiz lá, terminei o meu ginásio, depois fiz científico e posteriormente faculdade.
Fala um pouco, então, como era a sua casa.
Minha casa era uma casa simples. Era uma casa térrea, numa rua modesta, Era um conjunto de casas.

Mas deveria ser alguém influente em São Paulo que tinha dinheiro, tinha recursos e construiu aquela vila de casas. Eram três ruas, era Marina, Lourdes e Dulce Meireles. Por que esses nomes? Eram os nomes das filhas do coronel Meireles. Então ele batizou, ah naquela época acho que a pre prefeitura permitia isso, então foi foram assim denominadas. Essas ruas ainda existem, as casas foram vendidas eh várias vezes, foram modificadas, o que é uma pena, mas é o progresso né. Mas hoje ainda estão lá.
Fala um pouco das brincadeiras favoritas na
Era futebol. Futebol, nunca fui craque. Jogo de moleque, pião, e soltar pipa, tudo isso permitia, você tinha espaço, as ruas, não tinha trânsito, não tinha tanto tanta fiação né, isso tudo era, eram brincadeiras simples. Mas que a gente conseguia fazer fácil isso, uma bola todo garoto tinha. Então isso eh era brincadeira nossa. Quando muito ia ao cinema, cinema de bairro, que também já não existe mais, né? E Muito bom, muito bom.
Fala um pouco sobre o cotidiano na sua casa.
Bom, o cotidiano era alguma coisa interessante. Meu pai, bancário, eu não estava com dificuldade, sem dúvida alguma. Mas nunca nos faltou nada. Escola para todos. A mesa sempre foi farta, como mesa de italiano né Podia não ter muita variedade, mas tinha quantidade e qualidade Principalmente, minha mãe era muito boa cozinheira. Minhas irmãs estudaram num colégio que hoje está para fechar as portas, que é o Colégio São José, na Rua da Glória, que era mantido pela, ainda é mantido pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E a a Santa Casa, através do seu provedor, me parece que não tem mais verba para mantê-lo. Então eles estão a ponto de fechar. E as freiras de lá deverão ser recolhidas para Itu, no Colégio Patrocínio, que faz parte da Irmandade. É uma Irmandade de origem francesa, e que veio ao Brasil e pela Madre Teodora, que foi já beatificada, e existe hoje um processo de avaliação e de certificação para a canonização dela. Isso ainda existe.
O senhor comentou dos do início dos seus estudos, né? Vamos retomar um pouquinho. Como Como é que é o nome da sua primeira escola que o senhor comentou?

Ginásio Stafford foi uma referência, porque era de uma educadora âh muito famosa em São Paulo, a Mariana Rato. E ela, junto com o marido, o doutor Gilberto Rato, eles tinham o Colégio âh âh Ginásio Stafford E por lá passaram algumas pessoas interessantes, entre elas Borix Casoy, que estudou comigo. O vice-governador de São Paulo, o Goldman, também estudou lá. Eu não me lembro dele, mas ele estudou. Eu fui olhar e ah, e verifiquei. O José Luiz Cotrali, que hoje é o dono da Cotralia, deve ser a maior exportadora de sucos de laranja do mundo. Paulo Viscardi, campeão de kart. E eu, né? Entre as pessoas importantes
Fala um pouquinho como é que era a escola.
Essa escola, ela, eu a conheci né, Alameda Cleveland né Era uma casa muito grande, muito grande. Aquilo lá, eh voltando um pouco, por ser nos Campos Elíseos, no bairro dos Campos Elíseos, ali foi a a verdadei, o verdadeiro bairro dos Barões do Café. E tinha os grandes casarões, tipo o Palácio do Governo, que hoje não é mais, acho que é a Secretaria da Cultura. Era uma casa muito grande, muito bonita. Ficava ao lado da casa que morou Santos Dumont, Uma casa, um estilo, eu não não sou arquiteto, não sei avaliar o estilo, mas era umas portas enormes, maravilhosa, uma casa muito grande, muito bonita. E lá, lá que eu estudei o meu ginásio, parte do meu ginásio. Tinha uma diretora chamada Toneldócia, Que vem a ser tia-avó da Eudóxia de Barros, essa pianista, que hoje já tem uma certa idade, mas deve ser seguramente a maior âh pianista que o Brasil tem ainda hoje, tirando Madalena Tagliaferro e outras. Lá eu fiz o meu ginásio.
Que mais lembranças que o senhor tem dessa, desse período da escola?
Lembrança da escola, tenho, tenho As viagens que se fazia com os demais alunos. Minhas férias em Campos do Jordão. Campos do Jordão, na época que Campos do Jordão, as a, chegar lá era Uma aventura. Tinha uma estrada muito ruim para chegar em São José dos Campos, que era a Via Dutra. E depois era uma estrada de terra mal cuidada, aonde dizem que os engenheiros ganharam por curva. Campos do Jordão era uma uma cidade muito pequena, era dividido por três vilas, Abernésia eh, Jaguaribe eh e Capivari. E ela, ela vivia em função da desgraça do povo, que era a tuberculose. E a tuberculose só se curava em locais que tinham aquele tipo de clima que Campos do Jordão tinha até então. Para se ter uma ideia, as grandes figuras de Campos do Jordão eram todos, foram todos doentes do pulmão e que para lá mudaram para se curar. Você pegava a farmácia do Pedro Paulo. Pedro Paulo era um farmacêutico que ficou doente em São Paulo, provavelmente por contágio com pessoas doentes, e teve que mudar para lá. E lá ele continuou na farmácia, só que um farmacêutico doente. E além de cuidar da própria saúde, cuidava da saúde dos outros. O prefeito de Campos do Jordão na época, Paulo Cury, um campineiro, filho dele está até hoje aí, Paulinho Cury, mais velho que eu, ele já deve ter uns setenta anos. O Paulo Cury era um campineiro que tinha a melhor, o melhor armazém de secos e molhados e atendia a nata. dos paulistanos e paulistas que para lá iam, porque ele era um nobre de Campinas. E Foi prefeito de lá, também tuberculoso. Padaria do Pinheiro, o Pinheiro era um baiano. Na Bahia não podia curar, veio para cá, montou uma padaria lá, Januário Miragalha. Embaixador Macedo Soares, que era conhecido de meu pai. Campos do Jordão era muito boa a cidade. O Palácio Boa Vista, que hoje se, é um museu lá e residência de inverno do governador do estado de São Paulo. Eu brinquei nos alicerces daquilo. Aquilo, a obra foi iniciada pelo governador âh Ademar de Barros. E Ademar que deu início às obras, depois paralisou, e quando ele retornou ao governo, ele terminou aquilo que ele iniciou. É uma maravilha aquilo. A casa de Madalena Tagliaferro, uma grande pianista. Coisa de sonho. Campos do Jordão hoje deteriorou, né? Hoje é a invasão paulistana e de outros estados né. Se de um lado trouxe um certo progresso, do outro acabou com a tranquilidade né. Era muito bom. Os grandes sanatórios. Se tinha sanatório sírio que pertence a, ao Hospital do Coração aqui era o mais famoso de lá O segundo era o Sanatório São Paulo, que era mantido pela Elisa de Moraes Mendes. Dona Elisa Moraes Mendes, ela vem a ser cunhada do governador Ademar de Barros. Ela era irmã de Dona Leonor e ela mantinha o Sanatório São Paulo. O sanatório São Cristóvão era mantido pelo governo do Estado e administrado pela dona Leonor Mendes de Barros, que vem ser a avó do Johnny Saad da da tê vê Bandeirantes. sanatório man, de crianças mantido pelo padre Vita, já falecido há muitos anos. Uma coisa terrível aquilo, a doença, tuberculose naquela época, pode até se equiparar à aids de hoje, não tão mortal, mas era muito grave. Em Campos do Jordão tinha colônia de férias, de algumas escolas, entre elas a mais famosa que era a do que hoje eu, acho que ainda hoje é o Hotel Moarama. Aquilo era a colônia de férias do dos alunos do Mackenzie, que foi fundado por um Benjamin Honeycutt. Johnny Honeycutt, que era amigo meu lá da região, a gente andava por lá era, tinha cavalos, a gente andava nos cavalos dele. E aquilo depois virou um hotel, mas era a colônia de férias dos alunos do Colégio Mackenzie Tinha a família Matarazzo, que tinha uma uma casa enorme lá, enorme, no tá, no caminho do Hotel Turiba. As férias lá eram maravilhosas né, muito bom, foi uma infância boa, muito bom.

O o Colégio do Carmo era dos irmãos Maristas né, era também uma construção centenária, umas salas de aula a pé direito de cinco, seis metros. Todos os professores eram Os irmãos não, eles não são padres né, eles não não faziam o voto do sacerdócio, mas eles que ministravam as aulas, com exceção das aulas de educação física, que eram ministradas por oficiais do exército, do quartel que existia no na várzea do Glicério, que hoje não sei, está fechado, também é um prédio centenário. o Colégio do Carmo, e tinha anexo a Igreja do Carmo, e o o padre responsável por ela era o Monsenhor Manfredo Leite, hum era amigo do meu pai, um padre muito magro, alto, de fala muito macia, um homem muito bom.
E o senhor acha que os estudos influenciaram a sua escolha da atividade profissional? Ah
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até por conta da formação do meu pai, um homem bancário, né? E eu enveredei por isso também. ter ideia, meu pai entrou em vinte e nove, em mil novecentos e vinte e nove em banco. E eu, depois que me formei, fui trabalhar também. Mas, no fim, enveredei. Acabei no segmento bancário, né? Formação acadêmica e formação profissional. Trabalhei na General Motors do Brasil. Uma grande escola. Trabalhei com o André Bier, que foi Hoje ele é consultor da tê vê, da Rádio Bandeirantes, mas ele foi, era o controller da gê eme. Trabalhei no projeto do automóvel Opala, que está aí. Eu vi o Opala nascer, eu trabalhei no projeto. Era o projeto Quando não se tinha ideia de construir carro aqui, <sneezes> a gê eme, que só montava, passou a construir um automóvel. Eu me sinto responsável pelo cano de escapamento.
Vamos voltar um pouquinho agora na época da adolescência. Fala um pouco dos seus amigos. Quem que eram Amigos?
Hoje se tornaram conhecidos né, mas na época eram amigos. Âh, acho que o, aquele que mais que ficou famoso foi um jogador de futebol, que veio até ser concunhado do Pelé, o Lima, jogou no Santos e hoje mora na Baixada Santista. Eu me encontro com ele há alguns anos. Mas, de qualquer forma, era um amigo, jogávamos bola junto.

Foi o engenheiro calculista do escritório do José Carlos Figueiredo Ferraz na construção do Masp. E ele disse que fez o cálculo, hoje se faz com computador, com programas de computação. E ele calculava numa máquina, ou num sorobã. Então, trabalhou lá. Ele é presidente da Malbertec e presi, se não me engano, foi presidente do Conselho de Engenharia. Na infância também, Paulo Viscardi, campeão de kart, né? Até hoje privo da amizade dele.
E o que que, que que vocês faziam para se divertir? Vocês iam no cinema?
A diversão era cinema. Cinema ou baile de formatura, né? Os bailes de formatura eram interessante, porque toda escola tinha o baile do final do ano para aqueles que se formavam. E os bailes mais famosos era Clube Pinheiros, em São Paulo, Clube Holmes, na Avenida Paulista, Ainda na eh na Avenida Paulista, o Fasano, ali na esquina da da Augusta, com a Paulista, ali no Conjunto Nacional. Eh Tinha a Casa de Portugal, na na Rua da Liberdade. Esses eram os mais famosos né. E. E São Paulo dava para ir em baile de formatura de ônibus à noite. Nós, garotos, não tínhamos automóvel. Aqueles que que tinham, também o carro, era pequeno, não dava para levar todo mundo. Então, nós andávamos de ônibus, com smoke, todas as moças. E voltava de ônibus de madrugada. São Paulo era muito tranquilo. Infelizmente, isso acabou.
O senhor lembra como é que era a moda da
A moda?
O homem era
Smoking ou Summer, né? Summer era aquele paletó branco, gola arredondada, e o Smoking já era um terno preto, com uma gola de cetim, gravata borboleta. As moças todas de longo, cabelo arrumado, né? As grandes orquestras, eh Silvio Mazuca Erlon Chaves, que já faleceu. Tem outros.

Todos eles não existem mais. Eu acho que nem a orquestra existe mais em São Paulo. Eu vi outro dia na televisão um programa Gravação, evidentemente, com o Dick Farney e entrevistado pelo Ed Costa, que ainda tem um conjunto. está muito velho. As grandes orquestras, a orquestra tabajara, não tem mais. Se tem, não se ouve falar. Mas os bailes eram bonitos, glamorosos. Os salões eram maravilhosos.

Até por conta, cortaram um pedaço do do Clube Pinheiros para construir a Faria Lima né. Então, quando você parava ali, era a Rua Iguatemi. Você parava na Rua Iguatemi, para chegar no salão de baile dentro do Pinheiros, você andava uns cem metros. Hoje, você anda dez e está dentro do salão.

Porque desapropriaram uma faixa ali. Isso foi muito ruim sim, mas isso já foi por volta de mil novecentos e sessenta e cinco, sessenta e quatro, por aí, para a construção da Faria Lima, a abertura dela né. Mal necessário, infelizmente, é um mal necessário. destruiu alguma coisa ali.
E os esportes? Continuou com o futebol?
Ah, futebol, os bons ficaram, os ruins saíram, eu me incluo nos que saíram. <laughs> É, mas eh, hoje já não dá mais, né? Pode até chutar uma bola, mas não como esporte, uma brincadeira. Mas é, futebol era muito bom na época, era possível ir a um campo de futebol. Porque embora as torcidas se degradeassem, era verbalmente, briga era muito pouco. E não tinha essa violência que tem hoje. Hoje o povo vai no campo de futebol para matar as pessoas. Isso não é esporte. E o futebol acabou. O futebol acabou. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. Eu vi os grandes jogadores do mundo.

Vi pessoalmente, assisti. Acho que isso, poucas pessoas ainda restam que viram esses grandes jogadores. Infelizmente, eles passaram, acabaram, né Mas era tranquilo em campo de futebol. Eu era sócio do Corinthians. Fiquei sócio do do Corinthians em Guardo minha carteirinha até hoje e o meu número é Dezoito mil quinhentos e oitenta e um, está lá nos anais da história do eh Nem reconheço mais o Corinthians hoje. Nessa época eu fiquei sócio porque inauguraram as piscinas.

Fácil de se chegar lá, bom de se frequentar. Não era um clube de elite, evidentemente, como não é até hoje. Mas era bom, era fácil. E
E namoradas?
Ah, isso! Todos tinham em todos os cantos, mas nenhum casou com elas. <laughs> E elas também não casaram Os bailes, né? Os bailes familiares, os bailes, isso, namorada, todos tinham. Era um negócio engraçado, né? Era muito mais respeitoso do que hoje, né? Se era respeitoso, o que que era, mas eh, era diferente, né? Era diferente.
E o senhor é casado, né?
Sou casado, sou casado.
Então conta como você conheceu a sua esposa.
Eu conheci em época Faculdade né e aí eu conheci namorei alguns anos e casei em mil novecentos e setenta e três, tenho uma filha de trinta e dois anos que é engenheira formada, só tenho uma filha que não tem filhos, mas tem um cachorro <laughs> que dá um trabalho E moramos em Santos hoje, minha filha também, mas trabalha em São Paulo, tanto ela como o marido. Eles fazem o vai-vem todo dia.

E o senhor lembra como é que foi o noivado?

É. Ah, um negócio simples, na casa dela, ela morava no bairro do Paraíso, onde meus pais foram, ela já não tinha mais pai. Fiquei noivo com ela e dois anos depois casei né. Fui morar no, no próprio bairro do Paraíso. Morei ali na Afonso de Freitas. Depois fui morar no Itaim. E fiquei no Itaim até mudar de lá, e indo trabalhar em outras cidades do Brasil né. Então fiquei ali, mas eu retornei depois para o Itaim e de lá saí para ir morar no litoral, descansar um pouco.
E o senhor lembra como é que foi o dia do casamento?
O dia, o casamento foi num, foi num salão que tem ali na esquina da Maracatins com a, com a Indianópolis, eh se eu não me engano o nome é Colonial. E ali a cerimônia religiosa e a festa depois, <laughs> a recepção foi lá mesmo. Isso teve que obter autorização da fazer cerimo, cerimônia religiosa fora de uma igreja. Então tive que, tive que contratar um padre que estava disposto a pedir para a cúria a permissão para fazer isso. Mas foi ali, foi ali.
E como é que é o cotidiano do seu casamento?
Ah, o meu cotidiano é bom, porque eh, me dou bem com minha mulher. Ela sempre teve atividade dela, sempre mexeu com com administração de imóveis e, posteriormente, hotelaria. E eu, no meu segmento, que foi o o bancário né, eh a única coisa que eu atrapalhei a vida dela é que, com as minhas mudanças, com as minhas mudanças ela se viu tolhida no trabalho dela. Fui morar no Mato Grosso, fui morar no Recife. Ela não podia ficar aqui e eu para lá. É impossível isso. A mudança toda é traumática. Você muda de cidade, muda de costumes, muda de ambiente, é um negócio, não é fácil, não é fácil. Você se adaptar, você sair de São Paulo, que é uma megalópole, onde você tem tudo a qualquer hora do dia ou da noite, e morar numa cidade. Cuiabá, quando eu fui morar, Cuiabá tinha trezentos e cinquenta mil habitantes. Difícil, não é? Você não tinha shopping, São Paulo já tinha. Você não tinha metrô, São Pa, embora não tivesse necessidade, mas né, São Paulo tinha. É difícil você se adaptar numa outra cidade, porque as coisas que para você aqui são elementares, lá você não consegue. Médico, principalmente, o melhor médico na, que tinha em, no Mato Grosso, era o doutor. Boing. Ou seja, tinha um voo da Transbrasil que era direto. Você ficava doente, se era muito doente, você vinha pela Transbrasil, que não tinha escala. Se fosse mais ou menos, podia pegar outra companhia. Mas era difícil. Hoje não. Cuiabá, Mato Grosso, hoje tem um esplendor. Né, é o estado produtor de soja do mundo. Desenvolveu muito. Mas ainda guardo amigos lá.
E o senhor falou que você teve uma filha, né?
Tenho uma filha.
Como foi essa experiência de ser pai? Ah ah
Interessantíssimo. Menina sempre é mais mais chegada do que o menino, o filho né. Ela teve uma criação boa. Procuramos sempre dar o melhor em termos de ensino. Se não dermos financeiramente ou em bens, pelo menos em termos de ensino, ela sempre estudou muito, estuda até hoje, faz pós-graduação, uma série de coisas. Ela é formada em engenheira civil pelo Mackenzie, mas nunca parou de estudar, fazem seis anos. Continua sempre trabalhando e estudando, se aprimorando né. Mas não deu trabalho, não, foi muito bom, foi muito bom.
Fala um pouco então da sua escolha profissional. O que que motivou o senhor a escolher o curso que o senhor fez, curso superior?
Em função de de trabalho, de campo de trabalho principalmente, porque o segmento financeiro sempre foi um segmento muito empregador. Muito empregador. Você tinha os grandes bancos evoluindo todos os dias. Hoje ficaram dois ou três. Mas na época tinha muito banco, tinha muito emprego. Só o Bradesco chegou a empregar mais de cem mil funcionários. Hoje, se tiver sessenta, é muito. Ele cresceu, ele quintuplicou de tamanho. E reduziu o número de funcionários. A tecnologia faz tudo isso. Então, isso por um lado, arranjar emprego com facilidade. E o outro era a formação de meu pai né, meu pai bancário. Tinha facilidade em se relacionar com pessoas e facilitava a abertura de portas para você arranjar emprego. Então, isso tudo contribuiu para a formação acadêmica também.
E o senhor acha que teve alguma pressão para, da parte do seu pai?
Não, absolutamente nunca, nunca, nunca, nunca, nunca Nunca, ele só dizia que sabedoria e conhecimento não ocupa espaço. Não sei se era dele a frase, mas ele falava.
E o senhor tinha já expectativas em relação à profissão quando estudante na faculdade? Não, não
Não, isso não, isso não, isso não. Sempre buscava alguma coisa de melhor né, e achava que se tivesse uma formação acadêmica isso ia contribuir para a sua evolução profissional. E hoje mais ainda. Hoje, formação acadêmica não é o suficiente. Diploma de curso superior não dá emprego para ninguém. Hoje, curso técnico ganha muito mais espaço que a formação acadêmica, porque, infelizmente, é uma realidade. O Brasil tem desemprego. Mas ele tem desemprego com um fator contribuinte muito forte que falta qualificação profissional. Não tem qualificação profissional, infelizmente, infelizmente Hoje, para se dirigir um caminhão Scania ou Volvo novo, é necessário que a pessoa tenha conhecimento técnico. Não é qualquer motorista que dirige. Então, para ser motorista, tem que ter qualificação profissional. Não que a profissão de motorista seja. Absolutamente. Mas o que falta é qualificação profissional. No Brasil, faltam bons profissionais. Infelizmente. Infelizmente. Antigamente, São Paulo tinha uma escola no bairro do Brás, era uma escola técnica federal, Era Getúlio Vargas, na rua Piratininga. Infelizmente, os desmandos dos governos passados e do atual, e qualquer outro governo que vier, jamais vai poder re reviver o que foi a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era uma escola profissionalizante, onde formava profissionais de qualidade. Hoje a Light, companhia de eletricidade, não existe mais. Hoje é Eletropaulo, Electro e outras tantas. Mas a Light só buscava profissionais lá, porque ela sabia que o profissional dela tinha qualidade. A indústria automobilística fazia fila na porta da Getúlio Vargas para ir buscar os profissionais lá formados. Porque a indústria automobilística no Brasil não existia. Então, onde tinha que buscar o profissional? Numa escola profissionalizante. E graças aos desmandos desses governos, que por aqui passaram e que por aqui passarão e por por aqui estão, acabaram com isso. Não existe mais. Escola de Sesi, Senac Não vejo nada parecido. Não vejo nada parecido. E digo isso de cátedra, porque trabalhei na General Motors do Brasil e vi os profissionais que lá tinham. Noventa por cento Da mão de obra qualificada veio da Getúlio Vargas.

Uma pena. Isso foi um crime. Isso é um lesa-pátria. Isso não é o governo passado ou retrasado, isso veio numa deterioração. O próprio ensino, o próprio ensino. Hoje o ensino, ele não tem qualidade. O José Serra, quando ministro, prefeito, sei lá o que que ele era, ele falou que o povo não sabe tabuada. O povo não sabe tabuada mesmo, faça experiên Vá numa loja, seja atendida e pergunta quanto é sete vezes sete. Não sabem. Sabe ler?

Peça para interpretar um texto. Não sabe. Não sabe. A escola se desqualificou. Hoje nós não temos professores, não temos escola, não temos professores e não temos aluno. Os alunos não têm o menor interesse em aprender. Eu fiz um trabalho de qualificação profissional para a prefeitura do Guarujá, mais minha esposa do que eu, num centro de convivência da prefeitura, na gestão do Maurici Mariano A ideia era boa. Hã Guarujá é uma cidade que vive de turismo. E a gente vê que os hotéis e pousadas, hotéis de pequeno porte, começam a serem construídos lá. Você tem que ter uma mão de obra qualificada para isso, porque até para arrumar uma cama tem uma técnica. E minha mulher trabalhou sempre em hotelaria, e aí nós fomos fazer um trabalho para eles, tentar qualificar pessoas. Você eh, convocou Recrutou, melhor dizendo, você conseguiu selecionar trinta, das trinta você conseguiu aprovar doze, mas com muito sacrifício. E depois, onde essas pessoas foram trabalhar? Você precisava de apoio dos órgãos governamentais. No caso da prefeitura, sequer estágio eles arrumaram Eu cheguei a ir em escolas, fazer uma apresentação do que nós nos propúnhamos a fazer, tudo de graça. Eu gastava dinheiro do meu bolso.

Porque o povo precisa de trabalho, precisa de qualificação. Muito bem, eu fui em escola onde o professor apanha de aluno. Tocam violão no meio da aula. Então, isso. Ensino no Brasil, infelizmente, do jeito que está.
Que universidade que o senhor cursou?
Eu fiz o Mackenzie.
E o que que levou o senhor a escolher o Mackenzie?
Foi uma das escolas, ah ela tem qualificação, claro, mas foi uma, ela é, até então ela era subvencionada pela Câmara Americana do Comércio. Me parece que agora não é mais. Mas ela é uma escola muito barata, de boa qualidade de ensino. Então isso, Mackenzie sempre se rivalizou contra essa, faculdades e universidades. Uma escola boa, uma escola boa.
E quais eram os campos de trabalho na sua profissão na época, além das que o senhor citou né, do banco?
Banco era o apogeu dos bancos né, o apogeu de crescimento. O banco sempre foi um grande empregador para o universitário ou para o recém-formado em economia né foi um grande empregador. A indústria tinha mais até um certo primitivismo, né? Porque não tinha ah, a sofisticação que tem hoje. Eu fui aprender custo de produção na, na General Motors do Brasil. Outras empresas do Brasil levavam isso meio à solta, né? Mas a percepção do americano com relação aos custos, que a rentabilidade do produto não estava no preço de venda, e sim na diminuição de custo, né? Isso era muito forte, até hoje é muito forte. Eh O empresariado brasileiro aprendeu isso. Tanto é que hoje nós temos empresas de primeiro nível aqui né, de boa qualidade. Eles têm essa percepção, mas isso. Então, o mercado de trabalho para o economista era o mercado financeiro prioritário. Depois vinham as indústrias que começavam naquela época recrutar alunos recém-formados âh, profissionais recém-formados na área de economia, essas coisas né.
E com quantos anos o senhor começou a trabalhar?
Eu comecei com vinte e dois anos.
E onde, onde que o senhor começou a trabalhar?

É uma multinacional subsidiária da Aero Corporation Era uma empresa em São Caetano do Sul. Trabalhei lá na área de custos. Posteriormente, mudei-me para a General Motors do Brasil, onde fiquei cinco anos. Na área de custos também. Aí, foi um certo descontentamento eh com relação a a gerência da área né, haviam feito algumas promessas que não foram cumpridas, não financeiras, mas promessas para a qualificação profissional. Estudo no exterior, e não deram, não concederam. Talvez eles saibam dizer a razão. Eh E aí eu saí e fui para o mercado financeiro. Deu uma guinada um pouco maior.
E qual foi a primeira impressão que você teve quando você entrou no mercado financeiro?
Um negócio muito dinâmico, né? Dinâmico ao extremo. Não tinha a sofisticação que tem hoje da da da precificação do dinheiro. Hoje o mercado, o mundo ficou pequeno com o advento de internet e computadores. Hoje você consegue, numa fração de segundos, saber quanto está custando o dinheiro em qualquer país do mundo. Isso não existia. Era muito mais empírico do que é hoje. Você buscava dinheiro em captações de recurso de longo prazo. Cento e oitenta Dias era longo prazo na época. Ano nem se fala. Era um negócio mais fácil de se trabalhar, mas não era técnico. Hoje não. Hoje é mais difícil e é muito mais Tem que ter uma qualificação profissional muito forte para trabalhar nesse mercado financeiro. Em qualquer segmento dele, em qualquer setor dele, o mercado é, ficou muito pequeno. E ele, por ser pequeno, ele requer criatividade. A concorrência é muito forte. Concorrência exterior e local. Local principalmente porque o mercado financeiro está reduzido a quatro, cinco bancos, todos eles de grande porte. Antigamente tinha uma maior quantidade de bancos, mas de menor porte. Então os grandes comeram os pequenos, ficaram as grandes corporações. Houve uma redução significativa de custos, Hoje, você não não tem a necessidade de ir a um caixa, sacar dinheiro ou fazer algum pagamento. Você faz. O pagamento você pode fazer na sua casa. E sacar dinheiro em qualquer supermercado, no naqueles Máquinas, você saca dinheiro, então vai na na agência, nem adentra ela, saca dinheiro ali, emite seu talão de cheque. Então, isso houve um decréscimo na mão de obra e uma evolução muito forte de tecnologia. Tem que admitir que você compensa um cheque sacado contra a praça de Mauá em São Paulo em vinte e quatro horas. <coughs> Nos Estados Unidos, um cheque sacado em Nova Iorque contra a praça de São Francisco na Califórnia deve demorar uns quinze dias. Por que que o Brasil é tão ágil e lá não é? Porque aqui nós tivemos uma inflação que chegou a oitenta por cento Então nós tínhamos que ter velocidade na busca do recurso. E nós aprendemos. Tesouraria de banco no Brasil, se não é a primeira, é a segunda do mundo. Não tenha dúvida disso. Qualquer mesa de de tesouraria, em qualquer banco, em qualquer país do mundo, tem um brasileiro que atua.

O que a inflação nos ensinou, eles nunca souberam a aprender. Não tiveram a inflação que nós tivemos. Com exceção da Alemanha O Brasil tem uma qualificação do segmento financeiro muito forte. Está aí o resultado dos bancos.
E nessa época o senhor trabalhava em alguma empresa fixo ou não?
Não, eu trabalhei, eu trabalhei com registro, como diz registro em carteira Trinta e oito anos.

Depois eu fui para uma outra empresa financeira que também não existe mais, Grupo Financeiro Ipiranga. Voltei trabalhar com a família Malzone, saí da família Malzone e fiquei muitos anos no Banco Chase Manhattan. E me aposentei pelo Votorantim.
Ah, é mesmo? É
Pelo Banco Votorantim.
E o senhor se lembra do do seu primeiro salário? O que que o senhor fez com ele? O o
Sabe Deus. Deve ter sido uma festa. Deve ter sido uma festa.

É porque cheguei, acho que eu cheguei à época do bilhão, né?

uma moeda mudou tanto que a gente já perde a noção, né? <laughs> Mas chegava lá, tinha um número desse tamanho e não se comprava nada, né? Infelizmente.
E quais as dificuldades que o senhor teve no início da sua carreira?
A dificuldade sempre foi grande. Primeiro, a adaptação ao emprego, né? À empresa. Você tem que conhecer a empresa para poder saber qual é, certamente eh qual é o objetivo dela e depois você se adequar àquilo ali. A grande dificuldade era a concorrência né, entre nós, funcionários. As pessoas todas queriam evoluir e você precisava fazer das tripas coração. Eu sempre tive uma facilidade em me comunicar com uma certa facilidade né. Isso ajudou muito, isso ajudou muito, sem dúvida. Eu sempre angariei bons amigos e bons clientes. Um cliente meu eh, se tornou meu amigo. Então isso sempre dá uma facilidade na negociação. Pode até não acontecer, mas o acesso a elas eu sempre tive. E boas empresas. Tudo isso contribuiu para a minha evolução lá né Eu no Chase, eu saí de lá como vice-diretor sênior. Era um um título corporativo, mas era um título que poucos Muito poucos brasileiros alcançaram dentro do Chase. Outros foram muito mais acima, evidente. Mas, se pelo Chase, passaram cinco mil funcionários. Dez por cento, nem dez por cento disso conseguiram chegar a essa qualificação. Âh Trabalhei no no Grupo Votorantin, na financeira, fui diretor. Então tudo isso contribuiu graças ao meu esforço, ao meu trabalho, à minha qualificação. Os resultados que eu adquiri ao longo do meu trabalho eh certamente influenciaram nos empregos, na nos cargos, né, sem
Dúvida alguma, sem dúvida alguma. E essa questão do senhor morar em vários estados, como é que acontecia
Acontecia pela própria evolução profissional. Você buscava sempre crescer dentro da empresa. E na medida em que as oportunidades surgiam, elas surgiam sempre num grau maior do quê do quê, num degrau maior daquele que você estava. Então, eu precisava mudar de ambiente, de local de trabalho para evoluir. E isso eu segui a regra né Ninguém sai de São Paulo Para ir trabalhar no Mato Grosso naquela época, se não fosse numa condição melhor do que a atual. condição melhor financeira e profissional. Saía daqui como gerente, chegava lá como gerente sênior. Saía daquela localidade como gerente sênior e ia para outra como vice-diretor. Isso é, era obrigado, né? Obrigado. Agora, quando você chega lá, tudo é desconhecido, né? Você tem um mercado totalmente diferente daquele que você está ambientado. Você tem um um certo período de adaptação seu e da família. Minha filha saiu daqui estudando no colégio arquidiocesano e foi escu, estudar numa escola chamada Escola Dinâmica em Cuiabá. Imagine, tem uma pequena diferença. Espero que a Escola Dinâmica hoje tenha tido um dinamismo tão grande que seja superior ao Arque Mas é é duro, né? Foi o sacrifício que eles fizeram junto comigo para para tentar melhorar o meu status, minha condição financeira, meu trabalho. Difícil, difícil. Quais foram os estados que o senhor. Ah eh, eh trabalhei no Mato Grosso, morei em Cuiabá, trabalhei em Recife, em Pernambuco, morando em Recife. Trabalhei Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba. Curitiba é uma boa cidade. <laughs> Era muito frio na época. Ah, ainda deve ser. Mas esses estados eu trabalhei. Onde foi assim um, um estado onde eu me dei melhor foi no Mato Grosso, porque eu sempre gostei de pescar, então a pesca ali era farta, né Mas qualidade profissional, você encontrar do outro lado o cliente eh falando no mesmo nível que você, foi Curitiba e São Paulo né, sem dúvida nenhuma, sem dúvida Aí é, é bom, aí é bom
Que tipo de mudança que aconteceu na sua, durante, na sua trajetória profissional. Olha
Cultural, sem dúvida nenhuma. A mudança cultural é muito grande, você começa a conhecer outras pessoas, outra etnia, ô outro modo de viver, sem dúvida. E na Na parte profissional você começa a ver que aquele mundo que você vivia em São Paulo, onde tinha um profissionalismo, tinha uma regra, lá fora não tinha. Lá fora não tinha. Você marcava visita numa empresa, o cara saiu para ir pescar e você ficava ao bel prazer dele. Eh Existia muito pouco profissionalismo nessa época. Então isso, se de um lado era muito ruim para você e te deixava muito raivoso, eh fazia com que você tivesse que se esforçar mais para mostrar para ele que você era um profissional, você estava realizando um trabalho e você dependia dele. E ele, por ser cliente de bancos, ele também tinha uma certa dependência de você. Então isso eh, era uma briga constante. E eu aprendi viver isso daí, eu aprendi, sem dúvida nenhuma. Em Recife, quando eu mudei para lá, eu tentei alugar um apartamento, cidadão da Receita Federal, sem problema nenhum. Só que eu tinha o direito de escolher onde eu queria morar. E eu evoluí na negociação com ele. Mas no meio do caminho apareceu um outro imóvel. E eu optei por esse outro, mas quando eu fui dar uma satisfação para ele, ele ficou muito nervoso. Um coronelzão lá achava que eu tinha que alugar o dele e não o do outro. É um negócio que não existe. Aqui em São Paulo não existia. Eu acho que hoje nem lá existe isso daí mais Mas de qualquer forma, era uma dificuldade tremenda né A cultura do povo, isso e eu aprendi, eu entendi essa cultura. Isso eu até estava conversando com o rapaz aí, antes da entrevista, mostrando a etnia dos povos, dos estados aonde eu morei. interessantíssimo que poucas pessoas sabem. Não que eu seja, mas eu fui procurar. Onde eu fui morar, eu procurei conhecer o povo, saber de onde ele veio, o que que ele fazia, como ele vivia. Isso aí, isso é necessário, né? Isso é necessário. bonito, eu gosto. Acho que isso tem que Se não enche o bolso, acrescenta no conhecimento né, na cultura.
E quais são as principais lições que o senhor tirou dessa trajetória de vida aí tão
Eu acho que <coughs> todo mundo tinha que fazer o mínimo que eu fiz. O mínimo que eles têm que fazer é o que eu fiz. Sabe? Nada cai do céu. Nada. Nada Tem que brigar. Se não brigar, não valeu.
E o que que o senhor achou de dar esse depoimento?

Ótimo.
Ótimo. Gostou?
Que eu, sei lá se contribuí Eu acho que eu contribuí.

Todo, todo cidadão tinha que contribuir com alguma coisa.

Obrigado

Moro atualmente em Santos. Sou aposentado. Não sou vagabundo. Eu tenho uma atividade, ainda no segmento financeiro, não tenho vínculo profissional, tenho vínculo moral. E continuo trabalhando. Parar quando? Não sei.

Eu não tenho a dependência financeira que, infelizmente, noventa por cento do povo brasileiro tem.